Esse é o nome que consta no meu bilhete de identidade. Vulgo no Brasil e vulgo em Portugal o, porque como sou, familiarmente, os íntimos, me conhecem e me tratam por. Eu nasci no dia quatorze de outubro de mil novecentos e trinta e sete no Estoril, mas meu pai me registou como nascido em Lisboa por razões de facilidade.
E eu queria que o senhor falasse o nome dos seus pais e qual a atividade deles.
O meu pai era. é um nome francês que se escreve agá, u, ê, tê. E a minha mãe é. O meu pai era oficial da marinha e piloto da aviação naval. que na altura, em mil novecentos e trinta, ele podia, com certeza, ser considerado um pioneiro, na medida em que os aviões que ele pilotava eram aviões de lona, ãh, hidroaviões, ãh, e por isso ele era da aviação naval.

Aviões de lona? Sim, a tela. Quer dizer, ãh, não havia, <laughs> a estrutura do avião como a do Santos Dumont, E, nessa, nessa, nessa altura, tinha, tinha um, quase que uma, uma lona, uma, uma, uma tela. Eram aviões extremamente frágeis. Não digo que desse do meu pai fosse propriamente, obviamente, não sei qual era a estrutura, mas era um pioneirismo. Tanto que havia, que eu saiba, na altura, seis ou sete aviões, aviões, eh... da aviação naval. Depois, muito mais tarde, ãh, algum tempo mais tarde, a aviação foi considerada só uma e ficou a Força Aérea Portuguesa e deixou de haver hidroaviões. Uh, o meu pai teve, eh, uma, uma, infância difícil, ãh, quer economicamente, quer familiarmente. Ele era nascido na Vila da Feira, portanto, na, na região do Porto. E viveu sempre com os avós, ãh, com os avós maternos. Daí que ele deveria chamar-se, que era o nome do pai dele, que era o senhor... mas pegou o nome da mãe, da mãe, dos avós da mãe com quem ele sempre viveu. E por isso ficou, o no final. O meu pai saiu de casa cedo, ãh, para estudar em Coimbra e para estudar, ãh, aí, depois mais tarde na escola naval em Lisboa. Se formou, teve portanto a sua carreira militar, ãh, né? Como oficial de marinha e da aviação, mas teve uma infelicidade que, como o segundo tenente, ãh, creio eu que foi em mil novecentos e trinta e dois, trinta e um ou trinta e dois, ele teve um acidente de aviação, o avião caiu, e ele ficou muito machucado, ãh, teve vários anos, muito tempo no hospital, para ele amputar as pernas, porque naquela altura nem penicilina acho que existia, então o meu pai ficou uma pessoa deficiente a vida inteira, usava bengalas e cocheava.

como é que o avião caiu? O avião caiu como muitos ainda hoje caem. Só que naquele tempo os aviões podiam cair e as pessoas <laughs> não morriam. Mas, o meu pai ficou muito, muito ferido. E então, e então depois, mas ele já namorava a minha mãe nessa altura, eh, o meu pai teria vinte e sete anos nessa altura, a minha mãe devia ter vinte e dois ou qualquer coisa assim. E, e quando casaram, ainda teve, eu ainda demorei uns quatro anos para nascer, e o fato é que o meu pai resolveu, como não poderia viver de uma aposentadoria de segundo tenente da Armada Portuguesa, e então foi estudar de novo e formou-se em Engenharia Química e em Farmácia. na mira de que um dia poderia ter uma farmácia e ficar, como o coxo que era, detrás do balcão, atendendo o público. A vida, ãh, não se proporcionou assim, graças a deus, e com as suas qualificações de técnico de química e de técnico de óleos, êh, ele foi prestar, enfim... entrou como funcionário de uma empresa de petróleos em Portugal e praticamente teve a sua vida inteira nessa, nessa função, até chegar a diretor técnico da, dessa, dessa empresa de petróleos, que era a SONAP, Sociedade Nacional de Petróleos, a única empresa privada da altura de petróleos, porque a outra que existia, que era a SACOR, era do Estado, basicamente do Estado. O meu pai morreu muito cedo, ãh, tinha cinquenta e sete anos, com uma leucemia, uma doença de Hodgkin, e... E foi uma pena porque não conseguiu ver-nos, nem nós, a ele numa, numa fase em que houve o desenvolvimento de todos nós que somos, éramos três filhos e que ele com certeza que teria gostado de ver. E qual era o, como é que era o temperamento dele? O meu pai era uma pessoa extremamente calma. Extremamente calma, ãh... Ele vivia o seu mundo, muitas vezes o mundo da lua, numa distração total. E sobretudo, quando alguma coisa o incomodava, ele não ouvia minimamente <laughs> o que lhe diziam. <laughs> Mas era, era uma, uma pessoa rigorosa, extremamente rigorosa, na educação, ãh, nos princípios, na, ãh... Nos horários, ãh... Fomos todos educados, ãh, rigidamente, com a companhia e a, e a liderança da minha mãe, da qual falarei a seguir, mas, eh, o meu pai era uma, era uma pessoa que não se excedia. Mas, ao mesmo tempo, ãh, eu considero que o meu pai... era um, um aventureiro enrustido, ou que a vida não lhe permitiu que ele continu, continuasse a sua aventura de voar e de comandar navios. A vida tirou-lhe esse brinquedo pelo seu acidente, pelo seu desastre. E... A minha mãe ainda hoje diz que, não, o teu pai era uma pessoa tão tranquila. Coitado, ele era tranquilo porque tinha que ser tranquilo fisicamente. Mas de qualquer forma, a educação que ele nos deu, a todos nós, a mim e aos meus irmãos, foi a de partir para o mundo. Eu lembro que as primeiras viagens... Eu acompanhei algumas viagens dos meus, os pais, a gente viajava pouco na altura, porque, enfim, os recursos não, não, não permitiam. Mas, eh, fui a Espanha, fui, acompanhei os meus pais em várias viagens em Portugal, mas o meu pai tinha um objetivo de educação conosco, com os, com, com os três, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não, cada um na sua fase. Ôh... Chegávamos aos quatorze anos e o meu pai mandava-nos viajar para a Inglaterra. porque considerava que, ãh, o aprendizado em inglês era importante. Então, na realidade, cada um de nós, na altura das férias grandes, em, em, aos quatorze anos, era remetido para a Inglaterra, fosse para um colégio, fosse para um, para uma pensão, fosse para um boarding house, fosse para uma família, mas ia aprender inglês. E depois, mais tarde, aos dezesseis anos, que também havia umas férias grandes escolares, ãh, maiores, de três meses, repetia-se a dose, ou pelo menos comigo repetiu-se a dose. Só que aí eu não fui de avião, esperado por um amigo meu do meu pai no aeroporto, porque era um menino de quatorze anos, aí eu fui como grumete, de ...rumete? <laughs> Grumete de um navio de carga inglês, que obviamente facilitou ao meu pai uma passagem provavelmente muito mais barata, Mas mais do que isso, eu julgo que ele me quis incutir, ãh, ãh, a visão do que é a vida e das dificuldades da vida e da dureza da vida. Então eu fui, eu penei como grumete nessa viagem para ir para a in, para a Inglaterra. Enjoei que nem uma pescada. Mas, enfim, fez parte da vida e eu recordo-me ainda esses momentos. Por outro lado, ãh, na demonstração dessa, ãh, rigidez educacional, ãh, eu que, a minha família, que morava em Lisboa, que tínhamos, enfim, pertencíamos a uma classe média razoável, eh, os meus pais me colocaram num colégio interno, que foi o colégio militar, com dez anos de idade.

isso a gente fala mais para a frente.
Então, eu estava só a referir, portanto, a esta fase educacional dos meus pais, né? Agora falaria, então, da minha mãe. A minha mãe, ãh, é uma pessoa, e eu digo é, porque, graças a deus, ela está viva e eu parto dentro de dois dias para Lisboa para celebrar os noventa... Ela nasceu em vinte e quatro de novembro de mil... ... e dez. Eu esqueci de dizer, meu pai era de vinte e seis de maio de mil novecentos e... seis. Ãh... E a minha mãe é uma pessoa de, apaixonada, é uma pessoa que ainda hoje, com a idade que tem, no mundo só existem deus e diabos. É, ou tudo é bom para ela ou tudo é mau para ela. <laughs> É claro que a idade já lhe mitigou esses entusiasmos ou esses ódios da vida, ãh, mas de qualquer forma ela é uma pessoa, foi uma pessoa marcante, não só na vida dos filhos, mas na vida da família inteira. Ela hoje, com os seus noventa e nove anos, continua a ser a comandante. A comandante. Nós, ãh, comunicamos para ela várias coisas da nossa vida. Os netos, que hoje, os meus filhos, que têm quarenta e tal anos, Vão de... Antes de irem de férias vão visitar a avó, ãh, para dizer que vão de férias, vão para aqui ou vão para acolá. Os bisnetos, a mesma coisa. Então ela é a figura relevante de toda a família. É a matriarca. Eu espero que ela ainda possa, ãh, viver mais alguns anos com o entusiasmo que ela sempre demonstrou. E uma particularidade dela até para a... Ela ficou viúva muito cedo, teve, portanto, uma grande depressão que deve ter, durado dez anos, qualquer coisa assim, em que ela se alheou do mundo, se refugiou na, na religião, mas na realidade, ãh, absteve-se do mundo e de repente as coisas surgiram. E as coisas surgiram de novo, o entusiasmo pela vida e pela vida dos, da família, ãh, teve muita importância e ela passou a ter, já com uma idade avançada, objetivos de curto prazo que ela tinha que cumprir. Então, ãh, um, um sobrinho meu, ãh, que foi para padre, eh, padre secular e missionário também, e ela tinha como objetivo, eu não posso morrer sem assistir à primeira missa do. O já está, ãh, uh, uh, o comandante da ordem dele, <laughs> já está há vinte e tal anos, ãh, ãh, nessa sua missão. E ela continua a ter objetivos de curto prazo. Depois é, não sei quem vai casar, ou, ãh, eu preciso de ver. Ou vai nascer mais um neto, eu ainda quero ver. Então, esses objetivos de curto prazo. aliados ao prazer que ela tem de se refugiar na sua casa de praia, no verão, na Arrábida, a sul de Lisboa, que é o paraíso dela, dão-lhe a força para a continuidade da vida. Inclusive, um dos seus objetivos é eu voltar para Portugal.h! <laughs> De maneira que, eh, nesse aspecto, eu caracterizava, portanto, a minha mãe como uma grande lutadora. uma grande lutadora e que eu não deixo de, de mencionar aqui, uma grande, ãh, reviravolta que houve em Portugal, ãh, a todos os níveis, sociais, económicos, familiares, tudo, que foi a chamada Revolução dos Cravos. Ãh... A minha mãe, o meu tio, o irmão dela, era um, um capitalista, uma pessoa muito abastada, ãh, e, portanto, uma pessoa que foi perseguida naquela altura da Revolução. E um dia, foram à casa da minha mãe, que mora num, num terceiro andar da, da Avenida, nenhuma mansão, nada. Ela mora lá precisamente há Há setenta e dois anos, ãh... E, portanto, foram um, um grupo de populares, liderado por um tenente, por um militar, foram à casa da minha mãe, bateram à porta e iam à procura de um malfeitor chamado, que era o irmão dela. A minha mãe enfrentou a populaça que estava na porta e, como viúva de militar, disse, aqui na minha casa só entra militar fardado. A populaça fica de fora. E isto uma senhora, nessa altura, com sessenta e muitos, ou quase setenta anos. Aí entrou o tenente, cumprindo as ordens de busca e apreensão, e a minha mãe, muito nervosa, obviamente, disse, procure, procure. Procure quem o senhor quiser. É claro, não estava ninguém. E a minha mãe, no final, ãh, vai ao quarto dela, em cima da banquinha de cabeceira, tem, ãh, ah, não, antes, vai, é quarto dela, a cama, a cama dela é uma cama antiga, de docel, ãh, e com saias, e tudo isso, e ela disse, procure, procure ali debaixo, para ver se tem alguém escondido. E não é que o tenente se agachou, e foi procurar. <laughs> ficando nessa ridícula, posição, ôh, e depois a minha mãe agarrou na fotografia que estava em cima da banquinha de cabeceira, que era o meu pai, fardado, e entregou, a gente soube a história por ela e por outra pessoa. Segundo ela, entregou. Segundo a outra pessoa, ela jogou a moldura e o, e o, e o, e o retrato para o tenente, dizendo-lhe, sabe quem é esse? Sabe quem é esse? É o antigo dono desta casa, o meu marido. Militar como vocês, só que muito diferente. No tempo dele, eram os militares que protegiam o povo, e não agora, como vocês, uns covardes, que vêm protegidos pelo povo e que porta. Nossa! <laughs> Portanto, este é o tipo da minha mãe. <laughs> E outra também no mesmo momento, dessa mesma <laughs> revolução, em que o carro dela foi parado para um checkpoint na ponte Salazar, atualmente denominada grupo de civis também, mandavam parar os carros, revistavam e não sei o quê, a minha mãe insurgiu-se contra isso e disse, no meu carro só mexem militares. E como ela conhece todas as patentes, disse, senhor tenente, faça favor de ve, de revistar o meu carro, à vontade. Agora, os civis não botam a mão aqui. Uh, uh, o militar, meio vendido, veio, revistou o carro, obviamente não tinha nada, mandou seguir, mas logo, alguns metros a seguir, ôh, a populaça parou de novo o carro e revistou outra vez o carro. E quando o motorista ia com a minha mãe arrancar, ela disse assim, não senhora, não arranca. O senhor <laughs> tenente, chamou outra vez <laughs> o tenente e disse assim, o senhor já viu o meu carro. O meu carro foi passado outra, passou outra vez e os, e os civis andaram a mexer nele. Eu não sei o que é que eles deixaram lá. Portanto, o senhor revista outra <laughs> vez o meu carro. <laughs> E isto é a, minha mãe.
Nossa.

o senhor conheceu os seus avós?
Conheci. Eh... O meu avô, mais os do lado da minha mãe...ham, que são de Lisboa?h, porque nós morávamos em Lisboa.ham.s do lado do meu pai moravam no Porto. Ãh... Os do lado da minha mãe, eh, também se chamava .h, é?ortanto eu tenho cinco na minha vida. Essa morreu, tinha eu os meus quatorze... Mas, portanto, tem a imagem dela como uma gran, uma grande aglutinadora da família, ãh, tanto que havia jantares familiares, ãh, que já vinha da tradição ainda da geração anterior, às quintas e aos domingos. Reunia-se toda a família em casa da minha avó. E no ano novo, no dia um, a minha família, portanto, do lado da, que é imensa, é imensa, ãh, todos iam visitar a minha avó, que era a mais, ãh, a mais velha das, da geração dela. E aí reuniam, reuniam não, passavam lá por casa, dia um janeiro, primos, tios, irmãos, enfim, toda, toda a família, primos, etecetera, ãh, na faixa de cem pessoas. Cem pessoas, <laughs> para visitar a tia mais velha, ou a avó, que era, que era a minha avó. Uh... O curioso ainda, na geração de cima do velho, o, portanto, meu bisavô, que era de... Ah, está...
Ele só vai dar uma...stá bom.
Eu tinha interrompido o senhor, o senhor estava falando das...u estava a falar dos meus bisavós, da, da, da, do, do, que foi quem eu conheci. Eu não conheci o, morreu muito antes de, de eu nascer, mas o era uma pessoa importante na época, foi Ministro das Relações Exteriores da Primeira, da Primeira República, era escritor, eh, tem vários livros, ãh... Sobre a comédia da, da cidade e do campo, de, dos Arcos de Valdevez, E ele tinha cinco filhas e um filho. E essas cinco filhas, obviamente, eram as tais tias que eu conheci todas, e a minha avó, eh, essas, essas, ãh, cinco mulheres, obviamente, adquiriram nomes diferentes. Portanto, a virou, e outras que tais. Portanto, dentro da, do ciclo familiar enorme dos, nós temos um monte de, de gente e, e gente que foi muito importante em Portugal. O próprio, eh, o último primeiro-ministro antes da Revolução...im, sim, sim.ra casado com uma, com uma prima direta da minha mãe. E, eh, e, e esses não eram os puros, esses eram os aderentes, como a gente <laughs> os chamava. Mas isso só para dizer que dentro da família, que é tão grande, nós temos de tudo. Desde professores universitários, ãh, comerciantes, ãh, na política então temos todos os extremos, desde a extrema-direita ao Partido Comunista, enfim, é, na realidade, uma salsada enorme. E nessa altura, no tempo do meu bisavô, que era só republicanos e monárquicos, que tinham os mesmos jantares às quintas e domingos, o meu bisavô teve que separar às quintas os republicanos....h! <laughs> aos domingos os monárquicos. <laughs> Portanto, a tradição das, <laughs> das ideologias diferentes e até dos conflitos familiares provocados por isso já vêm muito detrás. Mas isso só para ir um pouco mais atrás. E, entretanto, me perdi. <laughs> Não, o senhor estava falando, então, do, dos avós maternos. Dos avós maternos. O meu avô, o meu avô materno, ãh, conheci muito mal. Ele morreu quando eu tinha mas tenho sempre a imagem dele, pelo que contam, e pelo que, talvez, eu tenha registrado da minha infância, um homem extremamente voluntarioso, um homem, eu diria até, ãh, em que eu vejo várias caricaturas dele, da época, e ele a dar um murro em cima da mesa e os papéis todos a, ãh, a voarem e disse, aqui quem manda sou eu. Portanto, era um homem desse, desse porte. Mas que foi um fundador, o fundador e um, um grande líder empresarial, ãh, nessa época, e a vida dele toda foi feita através da Companhia das Águas de Lisboa. A Companhia das Águas de Lisboa, eh, que foi, era uma, uma parceria, uma, entre capital privado e Estado, e que, êh, o capital privado era dominado pela minha família, pela parte, portanto, do, do, do meu avô.

É, exatamente. E já agora, uma historinha para que fique, para que conste para, para o futuro, o contrato de concessão, da Companhia das Águas de Lisboa, passaria para o Estado, in, indiscutivelmente, não haveria renovação, tudo estava já tratado, passaria para o Estado, com indenização para, uh, uh, os particulares, que acabava a concessão, isso, ãh, em outubro, salvo erro, de setenta e quatro ou de setenta e cinco, já não sei. O que é fato é que aconteceu a revolução e, portanto, não passou nada para os particulares. foi pura e simplesmente nacionalizada. De maneira que não cumpriram o contrato <laughs> que, que tinha sido, que tinha sido E isso aconteceu, não só na, na, na, na Companhia das Águas de Lisboa, que virou EPAL, mas aconteceu, na realidade, em muitas e muitas empresas, empresas de cimento, em bancos. Basta dizer, por exemplo, que o Banco Espírito Santo, que foi nacionalizado, quando o Banco Espírito Santo resolveu voltar a Portugal porque aí, a atividade bancária foi de novo permitida à iniciativa privada, o Banco do Espírito Santo teve que comprar as, as, ãh, a posição do Estado. A revolução foi, na realidade, uma revolução para todos nós naquela altura e eu, que tinha na altura trinta anos, também tive que mudar de vida.
Ah, sem dúvida. Porque aí o senhor, eh, resolve migrar.
Exatamente. Mas mais tarde, depois de ter lá passado alguns anos. Mas deixa ainda fazer uma referência à família do meu pai, que foi pouco focalizada aqui...hum.orque não foi com ela que eu vivi a maior parte do tempo, mas, ãh, na família do meu pai há uma figura muito interessante, ãh, que eu não conheci, que, até porque é o meu trisavô do lado, e que se chamava. E depois de surgem os não sei de onde. Simplesmente mudaram o nome, virou apelido, virou alcunha, não sei. O que é certo é que é uma, uma, uma, quase uma formação <laughs> espontânea porque os, eh, surgiram de repente.
Ah, é? De passa para?
O meu trisavô, e porque é que eu cito esse, esse era um médico da aldeia. um médico da aldeia ali da região de, Vila da Feira, ãh, Aveiro. E esse médico da aldeia foi retratado pelo escritor, nas pupilas do Sr. .h, é?Como o médico da aldeia apelidado de o João. Então a figura do João, que é descrita pelo Júlio Diniz na sua obra literária, é do velho, é do médico da aldeia que anda de burrico e de guarda-sol, fazendo as suas consultas na aldeia e recebendo, a maior parte das vezes, em espécie. Ovos, galinha, peru, vinho. E uma coisa muito importante, esse senhor, o João, meu trisavô, eh, recebeu um dia uma garrafa de vinho do Porto. Essa garrafa de vinho do Porto foi transferida de geração em geração até chegar a mim, no dia em que eu me formei em direito, em mil novecentos e sessenta, em Lisboa. O meu pai tinha essa garrafa, ofereceu-me, mas com uma condição. Disse, ou tu abres agora para a gente ver o que é que lá está <laughs> dentro, ou passas para um filho teu quando tiveres. De maneira que eu vi nos olhos do meu pai o interesse tão grande em ver o que, uh, o segredo que era transmitido por uma garrafa de vinho do Porto... portanto com cento e trinta e tal anos, cento e trinta anos, ãh, eu abri. Abri e na realidade o vinho do Porto até meio estava uma água açucarada. A partir de meio ainda dava para ter um cheirinho de vinho do Porto, <laughs> mas já não era <laughs> o vinho do Porto. De qualquer forma, acho que estas tradições, estas histórias, são muito importantes, ãh, para a, para a memória das famílias, E... E eu próprio, eu próprio, eu posso narrar isto agora, porque não, não é segredo, porque quando acontecer já, eh, ãh, já, já se saberá, eu próprio consegui adquirir uma garrafa de vinho do Porto... que é o ano do nascimento da minha filha mais nova, da Maria. Então, eu agora, em Lisboa, vou-lhe oferecer essa garrafa...h...e vinho do Porto do ano do nascimento dela. Que beleza!

o senhor falou que a, a sua família, então, paterna é de Vila da Feira. Vila da Feira.
Hoje, Santa Maria da Feira. Hoje é cidade.
Ah, Santa Maria da Feira.
Hoje é cidade. Cidade grande, vila industrial. Tem um castelo lindíssimo, medieval, com umas torres em bico, que é o único castelo, ãh, que há em Portugal, que eu saiba, com essa formação arquitetônica.
Entendi. E, são quantos irmãos? É o senhor...
Eu sou o mais velho, eu, eu tenho hoje setenta e dois, sou de trinta e sete, a minha irmã, ãh, é de <laughs> quarenta e... De quarenta, a minha irmã tem... Qual o nome deles?

Somos três.

qual é a lembrança mais antiga de infância que o senhor tem? Porque todos nós sempre, se a gente for voltar lá no final da infância, falar, ah, eu lembro a minha primeira, ou as minhas primeiras imagens do mundo.
Não posso ser preciso nisso, mas eu diria, eu diria talvez que seria numa quinta que os meus avós ou tinham ou alugavam em Montachique. em Montachique, que hoje é praticamente aos redores de Lisboa, ali na região de Caneças, na região de... Ãh... Um pouco para lá de Queluz, ou coisa assim, e eu estou-me a ver a montar a cavalo, a porem-me em cima de um cavalo que depois foi um desporto, eh, que eu segui até aos vinte e tal anos, fui concursista, saltei muito a cavalo, tudo isso, foi uma coisa que sempre gostei. Mas, portanto, eu diria que eu me estou a ver com dois, três anos a ser colocado em cima de um cavalo.
Beleza. E... Uh, o senhor podia descrever como é que era a sua casa de infância? Que o senhor passou a infância
Sim, é a mesma que a, que onde hoje a minha mãe mora. Há setenta anos que ela mora lá, portanto é um apartamento grande, hoje, como se vê em padrões modernos até enorme.hum.h, eh, mas que tem, lembro que tinha o quarto, já, eu, e a minha mãe já, já derrubou várias, várias paredes, mas obviamente ainda me lembro que tinha o quarto dos meus pais, tinha o quarto, o meu quarto e o quarto dos brinquedos, Tinha um quarto para brincar, as, as, a sala de visitas, a sala, ãh, de jantar, eh, o quarto dos meus irmãos. Eu e o meu irmão, eh, eu e o meu irmão, ãh, ficamos sempre no mesmo quarto, até porque, como eu fui para um colégio interno com dez anos, o meu irmão tinha seis, portanto a gente pouco se cruzava, a não ser nas férias, ãh, e a minha irmã tinha o seu quarto também, e havia... dois banheiros, ãh, cozinha, essa, enfim, essas coisas...
Era uma cozinha diferente né? , .os anos quarenta, não é?
É, completamente diferente. Por exemplo, ainda, ainda me lembro do fogão à lenha. Ah, sim. <laughs> Ainda me lembro do fogão à lenha. Lembro-me da primeira geladeira que a minha mãe adquiriu. Não sei que ano seria, mas acho que devia ser por volta de mil novecentos e quarenta e qualquer coisa. Era um que tinha vindo dos Estados Unidos. <laughs> Porque antes da geladeira como é que se conservava?h... Então havia, havia as, ãh, geleiras, que, que, forradas de zinco, ainda me lembro disso também, que eram umas caixas forradas de zinco com uma torneirinha embaixo, e o zinco, e a gente botava, uh, gelo, pedras de gelo e serradura, serragem e à medida que ia, de... O gelo se desfazendo... a torneirinha esvaziava a água que estava sobrando. Eu não sei se ainda tenho por lá uma geleira dessas <laughs> ou não. Com a minha mania de guardar algumas coisas, sou capaz de ainda encontrar por lá uma coisa dessas.

de quê que as crianças brincavam? O senhor com os seus irmãos?
Eu com os meus irmãos nunca brinquei muito, porque a di, a diferença com o meu irmão...h... muito grande, são oito anos. Então eu saí do colégio militar e o meu irmão foi para o colégio militar.
Entendi
Então não houve propriamente uma brincadeira entre nós. Mas entre a minha irmã, menos quatro anos, ãh, eu frequentava, ou ela frequentava uma, algumas vezes o meu grupo, ãh, de rapazes e moças, os bailaricos, mas isso já na, já na fase da adolescência. Mas o bairro que vocês moravam era qual? É o bairro das chamadas, que é hoje um prédio, ãh, que ainda existe, portanto, eh, ôh, eu acho que esse prédio tem lá escrito no mármore da entrada... que foi construída em mil... e vinte e três.ei.h, e é na... Junto à Igreja de Fátima e perto da. E perto da Praça de Touros de, do Campo Pequeno. Ah.ortanto, é a, é a localização eh, é ali assim. Então, aí o senhor brincava na rua? Brincava, sim. Eh... Sobretudo mais tarde, quando eu, quando eu saía, do, quando eu saí do colégio militar, ãh, as ruas ainda não eram, os canteiros centrais, nem asfaltados eram. Tinham... Eram de terra. Já tinham, e ainda têm, graças a deus, maravilhosos jacarandás. que florescem todo o maio e junho em, em Lisboa e que ficam as ruas lindíssimas. Então, ãh, ah, além de brincarmos, ãh, mas as nossas brincadeiras eram mais... Um colégio interno, durante todos os cinco anos, ãh, a gente não, quando chegava à casa, tinha uma vida familiar. Depois, obviamente, as quintas ou os jardins de, de amigos, a minha casa não tinha jardim, que era um andar, mas as, ãh, nós brincávamos, sobretudo, muito aos cowboys.

Os cowboys foi sempre a nossa brincadeira principal e, e de caçadores. E... Desde muito novo eu me vejo, ãh, a, a espiar pássaros ou ãh, a espiar animais, ãh, coelhos ou a espiar ãh, até ratos. atento ãh, a toda a vida animal, eh, que, que despertava em mim um instinto caçador muito interessante, que depois exerci, porque foi uma das grandes paixões da minha vida, foi a caça. E isso que não digam aos ecologistas, que o, que o, ca, que a caça, ãh, é um grande defeito, porque o caçador verdadeiro não é um predador. Nunca foi. É um protetor da natureza porque ele sabe exatamente, tem a consciência de quando pode caçar, o que pode caçar, que animal pode caçar, se macho, se macho ou fêmea pode matar ou não. E eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo muito mais tarde, isto passa-se em mil novecentos e setenta e cinco, salvo erro, eu fui ao Canadá, ..h, sim.u fui ao Canadá caçar, um alce, E durante um, um, ãh, os dias que eu estive no mato, na floresta, para caçar o alce, eu vi dezenas de fêmeas. que estavam ali a tiro bem pertinho de mim, eu não dei um tiro, porque não era permitido caçar fêmeas. E só um ano depois é que eu voltei ao Canadá e matei o, o tal macho grande que eu queria matar. <laughs> Vamos trocar a fita? já... Já se foi aqui uma Agora lembrei, assim, que havia uma, que, não sei se aqui no Brasil havia, brincar com bola de gude.

Jogar ao berlinde. <laughs>
Isso é bacana. Então, o senhor estava contando aqui, quando a gente interrompeu, outras brincadeiras além dos cowboys. Vocês brincavam de quê?h...
Jogávamos ao berlinde, que aqui no Brasil se chama a bolinha de gude. E quando não havia berlinde, havia as caricas. As caricas são as tampinhas das garrafas.um.ue a gente também jogava para afastar a... o contendor, o contendor, o opositor. Então havia também as caricas. Jogávamos peão. Eu até sabia jogar bem o peão, enrolar bem aquele, aquele fiozinho e depois puxar com, com, com força para dar o giro do peão. Havia assim umas brincadeiras que eu não sei se hoje ainda, ainda são conhecidas ou não.

Mas eram sempre brincadeiras ativas. Quer dizer, só muito mais tarde é que passámos para os jogos de <laughs> salão, ou jogos intelectuais, ou, ou, jogos de geografia, por exemplo, ãh, dizer na, a chamada enciclopédia, ãh, dizer nomes começados em a, ãh, rios começados em a, cidades começadas em bê, enfim, isso também fazia parte da reunião de amigos e, ih, e que era importante.

Lembro-me das fi... Dos filmes do Charlot, filmes mudos. Lembro-me de alguns desses filmes, sim. Lembro, e... Lembro. E lembro, já mais tarde, já com dez, onze anos, o colégio militar também, uma vez por mês, normalmente, fazia uma sessão de cinema. Ou filmes cômicos, ou filmes de aventuras, e eu lembro-me perfeitamente que os, o, que, o, que os filmes de aventura mexiam comigo, ãh, era o Harold Flynn, Virginia Mayo, enfim, e outras beldades <laughs> que ficam na nossa memória, o Danny Kaye com os filmes O ju, uh, uh, uh, o gordo e o magro, o que a gente chama em Portugal o bucha e o estica, ãh, todos esses, na realidade, fazem parte da, da minha infância.
E porque, para uma criança, a experiência do cinema é inesquecível.h, sim, sim!

E que prende a atenção e que é muito interessante.
Então, o senhor ainda pegou o cinema mudo?
Eu, pelo menos, vi. Vi, eh, alguns filmes mudos. Já não me lembro Portanto, se eu, se foi, se eu, né? ... Eu, com dez anos, em mil, em mil novecentos e quarenta e sete, eu, portanto, já tinha ido ao cinema, talvez, com, em em mil novecentos e... quarenta, de maneira que não sei se essa é a época da transição ou não.

Acho que já não é mudo nessa altura. Os filmes já não eram mudos nessa altura. Agora, viam-se ainda filmes...
O senhor passou a infância toda nessa
Eu passei a infância toda em, na região de Lisboa, ãh, quer no colégio militar, quer antes do colégio militar que eu estive num colégio inglês, portanto, também já com aquela ideia de, de ensinar outras línguas, ãh, que era o Queen Elizabeth School, <laughs> e... E aí, e aí, e aí passei a, a guerra, portanto, que graças a Deus Portugal não entrou, país neutro, mas a guerra teve reflexos, obviamente, em Portugal, de restrições, Eu lembro perfeitamente das janelas da, do nosso apartamento terem fitas adesivas, eh, coladas para uma hipótese de bombardeio ou de qualquer coisa que pudessem rebentar os vidros, ãh, estilhaçar. Então havia certas proteções. Lembro perfeitamente dos carros, ãh, o problema dos combustíveis serem muito complicados e, portanto, os carros andavam a gasogênio. O gasogênio <laughs> era uma espécie de fornalha alimentada, que, <laughs> alimentada, julgo eu, que a carvão, eu nem sei como é que aquilo funcionava, mas era uma espécie de fornalha montada atrás dos carros, na parte traseira, e provavelmente o vapor, ou seja o que era, fazia os carros mexerem. Isso eu lembro Isso é o gasogênio?sso é o gasogênio. Isso é o gasogênio. Lembro que eu ia para o colégio em um táxi, ãh, com outros alunos, num táxi Esse não era a gasogênio, mas se não era, era quase. Mas, ãh, tenho essa, essa, essa ideia. O tempo da guerra foi um, um tempo muito duro, ãh, para, para toda a Europa e Portugal com algum reflexo. Para a Espanha, terrível. Porque a Espanha tinha saído da sua guerra civil, que foi dramática. Essas, esses são sangrentos. Quer dizer, o que houve de mortandade de lado a lado... Foi um, uma violência. E eu lembro-me de ter visitado a Espanha, talvez, ãh, para a altura justamente de mil novecentos e quarenta e tal, tinham eles acabado de sair da, da Guerra Civil, e a Espanha era um país destroçado.

E são essas as memórias que eu tenho, assim, da, dessa infância. Ah, lembro-me depois, quando fui pela primeira vez para a Inglaterra, isto é bom, por acaso, para, para que as pessoas possam um dia pensar nisso, a Inglaterra, esse país evoluído, desenvolvido, primeiro mundíssimo, etecetera, etecetera Quando eu fui a primeira vez, em, portanto, deve ter sido em mil a guerra, ãh, já tinha acabado há alguns anos, eu ainda recebi, eh, fichas de racionamento. Exatamente. Para comprar, êh, eh, comestíveis, para comprar chocolates, para comprar, eh, era racionado. Ainda nessa altura. Portanto, quase, ãh, mais de cinco anos depois da, da guerra ter terminado. quarenta e cinco, cinquenta, é isso mesmo. Cinco anos depois da guerra terminar, ainda havia, ãh, tickets de racionamento para as pessoas poderem comprar alimentos.

E hoje é essa potência toda.raças a Deus tudo isso evolui, mas é bom que as pessoas se lembrem que, que existem esses, esses... Porque depois as novas gerações nem sonham que isso. <laughs> que isso possa existir.

eu acho que agora, eh, pelo visto, o senhor tem tanta história para contar e é tão bom narrador que nós vamos ter que fazer várias...hum.essões, porque, eh, amanhã já se foi. E queria que o senhor só avalia, avali, avaliasse aqui, eh, o que foi ter voltado, aí, até a sua infância através...
Eu acho que isto é uma terapia, é um regresso, é , um, um, um rejuvenescimento, ou pelo menos uma recordação importante, porque à medida que se fazem as perguntas e que a gente vai desenvolvendo, uh, a própria memória, a gente não sabe o que é que vai falar. São coisas que surgem, que caem, são fichas que caem e que a gente lembra de uma coisa, esquece de outra e depois quando saiu daqui provavelmente diz, ah, eu teria lembrado disto ou eu teria lembrado daquilo. Portanto é nesta conversa amena e nesta calma deste estúdio e com um bom entrevistador como você que na realidade a memória pode ser, eh, puxada fio a fio para narrar alguma coisa que possa ter interesse. Não tanto, quer dizer, eh, pois para as famílias é importante, Mas eu acho que como uma memória de futuro, uma memória de vida, é sempre interessante, ãh, ela existir até para fazer a história de costumes. De maneira que acho que é, que é muito interessante e vocês estão de parabéns. E se eu puder ajudar alguma coisa no lá e cá, no cá e lá, estou à disposição.
Muito obrigado.